Fica aqui, eh...

E o senhor vivia com seus pais, com seus avós?
Sempre. Sempre com os meus pais eh. Meus pais... sempre do do da Zona Leste, no Belenzinho.

E os seus avós?
O senhor chegou a conhecer? meus avôs, por parte de mãe, eles eram de

Também estive perto do Rio Pó, e... Eu sou descendente de italianos, né, de ambas ãh... dos pais.
E seus avós que migraram para cá, os seus pais já nasceram aqui no Brasil?
É, meus avós que vieram, meu os quatro avós vieram ãh... Na época de mil oitocentos, mil oitocentos e noventa e... Eu tenho, eu tenho tem o número da passagem deles, tenho tudo registrado. E vieram os velhos, já com alguns tios vivos. Mas o meu pai nasceu aqui e minha mãe também nasceu aqui.

Meu pai nasceu naquele conjunto.
Depois seus pais passaram a morar na Zona Leste, eles vieram para São Paulo?

E... e eles se encontraram na Vila Maria Zélia. Minha mãe, porque era tecelã, e meu pai, porque as irmãs eram tecelã. E ele foi fazer o curso de marcenaria no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Então ãh... o ambiente... Parecia hoje o que é um condomínio, de casas boas, com toda... Porque era difícil na Zona Leste ter ter conforto. E eles tinham banheiro interno, tinham chuveiro eh... Então, ficou uma filosofia de pobre, mas não de miséria, e nem de pobreza. Eles cresciam e cresceram como um astral ãh de trabalhador, que é o caso da Europa, né? O trabalhador na Europa tem orgulho do que faz, né? Como eu tive sempre, né?
E eles eram tecelãs, então?
Minha mãe.

Meu pai é marceneiro.
E sua mãe trabalhava em fábrica...? fábrica!
Fábrica Ela puxava tear. Minha mãe tinha um metro e Ela ia tocatear. A história que ela conta de como ela conseguiu ãh trabalhar, você não acredita. É emocionante. Porque ãh ela era muito pequenininha, miudinha. E ela andou com sete anos. Ela tinha problema ãh nos joelhos. Então, não não era aleijada, mas era atrofiado. E os joelhos eram enormes. E ela chegou para para para o diretor da da da tecelagem e disse assim, olha, eu gostaria que o senhor me desse dois tear. Mas você é tão pequenininha, você é tão fraca. Não, mas o senhor pode deixar, eu toco. Se eu não fizer bem, o senhor não me paga. Ah, tá bom, então trabalhe. Eu vim aqui e queria tocar quatro teares.

É tão fácil! Ela era muito habilidosa. Tinha muita facilidade para de de eh manusear as coisas. Quatro. Eu quero tocar seis!

Eu preciso ganhar e tal. Foi uma história linda, linda, linda, de de trabalho. Minha mãe ia trabalhar de tamanquinho.

Linda, linda, linda. Muito orgulho <cries>
E o seu pai acabou com isso?
safado <laughs> criado Ele era o único filho. e de... ele tinha oito irmãs. Então, ele era mimado. E ele já tinha perdido o pai quando nasceu, o meu avô. Então, meu pai era outro espírito, porque os opostos é que se atrai sempre, sempre. E ele já era, sabe, menino de turminha, de jogar futebolzinho, de aprontar. Se conheceram, ficaram juntos também desde desde cedo, casaram, tiveram quatro filhos e morreram casados juntos ãh brigando dia e noite, mas juntos, sempre juntos. Mas foi linda, a história da minha mãe é muito bonita.
Conta um pouco para gente dessa casa na qual o senhor viveu. Como como era essa casa?

Belenzinho era ãh um bairro operário, mas também com recursos, bom bom cinema, uma praça razoável, uma ótima escola, o Grupo Escolar Amadeu Amaral e...

Hoje hoje está tudo deteriorado, mas, na época, era um condomínio de luxo. As telhas eram inglesas. Os banheiros, as peças de banheiro eram tudo importados. O George Street construiu essa essa vila para atender os operários, porque a mão de obra era um pouco difícil. Até hoje é difícil a mão de obra, né, porque a gente está sempre atrasado no tempo. Então, é difícil. Então, os bons profissionais eram muito requisitados. Então, eles davam, ao invés de dar condução, eles davam moradia. E e essa moradia foi dando uma cultura um pouquinho melhor. As pessoas subiam o nível cultural, porque sabiam o que era uma peça de teatro, sabiam o que era um canto, sabia, conheciam aqueles hábitos de italianos, não é, de cantar, de história, da própria vida. E o nível subiu. Agora, a pobreza imperava, né. Tinha um tostão furado. Tênis, eu nunca vi na minha vida. Casaco, você ganhava dos dos mais velhos, dos primos. Eu era o mais velho da minha casa, então vinha vindo... O casaco já andava <laughs> sozinho, ele já sabia, já tinha postura. Mas longe de miséria. Nós não conhecemos miséria.

Mais velho. E depois vieram seus irmãos
Depois vieram mais três irmãos. E como eu fui... eu fui um excelente filho. Desculpe a falta modéstia <laughs> Péssimo marido, mas um excelente filho. E no dia-a-dia com a minha mãe eh, tinha aquelas reclamações que todas de casa comumente fazem, né? Não tenho dinheiro para fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, o meu meu salário nunca foi para o meu bolso. Sempre foi para para a mão da minha mãe, que era uma excelente administradora. Nesse nesse inteirinho, com oito anos, eu fui engraxar sapato no Largo São José do Belém. E meu pai ficou pê da vida, não aceitava. Não, por que não?

Por que não te falta nada? Loirinho. Cheinho, bonitinho, engraxando sapato <laughs> no Largo de São José, perto daquele pessoal da pesada. Meu pai não queria. Não quero. Está te faltando alguma coisa? Não, pai, não preciso de nada. Mas a mãe a mãe precisa. O que sua mãe precisa? Pai pai, ela precisa de dinheiro para fazer as coisas. Não sei o que ela precisa. Bom, minha mãe falou, Vicente, não vai dar certo. Teu pai não admite. Aí fui enrolar palinha de aço.

Enrolar palinha de aço. Eu tenho a um pouco delicada, então sangrava, porque a palha de aço desgasta a pele, né. Tinha que fugir de... Quando tinha batida de de pessoal do trabalho, tocava uma uma uma sirene e a gente pulava o muro por trás para para fugir da fiscalização. Daí passei

Aí me realizei, porque eu nasci eu nasci vendedor. Eu não sei se é necessidade do dinheiro, mas eu nasci vendedor.

Eu sabia economia. Você ganha dez, filho, gasta oito. Você ganha cem, gasta oitenta. Eu nunca pedi um tostão emprestado na minha vida. Nunca pus o pé no banco para dizer, me empresta um real. Nunca. Não tem crise para para quem é econômico. Tem dificuldades, mas não crise.
Deixa eu perguntar, eu vou voltar um pouquinho para entender o cotidiano da sua casa.

Porque todo mundo trabalhava, seus pais e sua mãe.
Não, todo mundo eh... Meu pai, quando eu era... eu vou eu vou contar, vamos dizer, já de uns quatorze anos, vai. Porque até então era essa loucura de de de correr atrás. Com dez, com doze anos eu já comecei a criar a minha irmã, que a minha irmã nasceu. E eu já eh trocava fraldinha. Era fralda de de saco. E tinha tinha uma uma uma bandagem, porque as crianças não ficavam soltas. Elas tinham uma faixa, enfaixavam as crianças. Eu pegava a minha irmã, saía, só levava para mamar ou para comer um caldinho de feijão e ficava com ela. Criei minha irmã. E, nesse meio tempo, já tinha um irmão, nasceu minha irmã, depois veio um caçula. Com quatorze anos, a nossa vida era assim. É uma vida... Eu, lembrando, eu até me acovardo, porque era uma vida de levantar sete, sete horas da manhã, minha mãe já ia para.

já tinha que acender o fogão, que demorava. O cafezinho feito, o pão a gente bus, buscava na padaria, depois eu te conto a história do pão, que essa é boa para você ficar sabendo. Saía e foi mais ou menos nessa época. Você sabe como é que se conseguia pão? Eu ia com a minha mãe. Eu ia nas duas e meia da manhã, na fila, porque tinha guerra e não tinha farinha. Então não tinha pão para para para para vender. Tinha uma fila, que tinha gente que chegava meia-noite. Às duas horas da manhã, nós íamos com cobertor, sentávamos... Até hoje eu conheço o a a calçadinha que eu ficava sentado com ela, dormindo, seis e Seis horas da manhã, abria a padaria, e quando a gente chegava, às vezes, não tinha o bendito do pão. Tinha acabado. A gente levava para casa, para os meus irmãos, para o meu pai, Meu pai ia para a fábrica que ele trabalhava.

O o o meu irmão já trabalhou comigo.

E o caçula, já já um pouco diferente já já A casa já estava um pouquinho mais estruturada. No meu caso, era levantar para ir buscar o pão, voltava, dormia outra vez, ia para a fábrica de tinta Sil, que foi onde eu fiquei 40 anos. Lá dentro ãh... trabalhava... e almoçava em casa, jantava, ajudava na hora do almoço a lavar a louça para a minha mãe, porque a minha mãe, para pagar os estudos, dava pensão. para oito ou dez pessoas que, não tinha restaurante. Naquela época não tinha restaurante, eram bares e, mesmo assim, mal supridos.

Quer dizer, era uma sucessão. E ainda arranjei a a minha mulher ainda para <laughs> namorar. Eu comecei a namorar com quinze anos.

Então, não dá tempo de você ver a vida passar. Não tinha tempo cinema, viagens ãh... diversão. A gente não conhecia. Eu fui fuiconhecer bar depois de casado, porque de solteiro não dava tempo. Era só trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Que a que sou aposentado, não sei fazer outra coisa. Você me pegar em casa, eu sou o dono da casa, o rei da casa. Lavo, passo, costuro, cozinho ãh... Eu sei fazer tudo. porque só aprendeu fazer isso. Dotes artísticos na minha família, mas nem bumbo, porque quem ia ter tempo de ficar tocando violão, cantando música? Eu não tinha tempo. Rádio, para ouvir rádio.

Não tinha rádio. Ferroelétrico não tinha, era ferro a carvão. Quer dizer, a vida era, foi o que eu disse desde o início eh, de muita pobreza, mas sem miséria Nunca conheci miséria na minha vida. Nunca, na minha casa nunca teve miséria. A gente dividia Até hoje, se tiver um bife, se tivermos nós dois na mesa, não como. mas não como, não quero. Eu não quero Esse espírito eh, você administra isso. Isso não é a pessoa nasce egoísta, nasce boa, nasce ruim. Você nasce e vai adquirindo seus hábitos pelas necessidades. Se você for um um avarento, por exemplo, um miserável, pode ter todo o dinheiro do mundo e você vai ser sempre pobre. Que não era o nosso caso.
Deixa eu perguntar para o senhor e Desde os oito anos, então, o senhor começou com engraxate de tudo, mas até os oito anos o senhor teve uma infância, uma... Nada, nada.
Para jogar ãh bolinha de gude, que era a única coisa que que eu fazia, eu ia com a minha irmã enfaixadinha, colocava ela numa caixa de cebola, que que já tinha tinha uma vendinha perto de casa, pegava uma caixa de cebola, de batata, que eles tinham muita, botava ela ali. deitadinha e ficava jogando bolinha de gude de antena nela. Jogava futebol de de de meia, uhum. Eu nunca nunca vi uma bola na minha vida. Era uma bola de meia. Pegava uma meia velha de de Antigamente, os velhos, coitados, eram discriminadíssimos. Eu tenho vergonha da minha idade por causa daquela época <laughs> Os velhos eram discriminados. São até hoje, mas naquela época eram mais ainda. E a gente saía jogando bola por ali,

Comecei... ãh... Tudo tudo na minha vida começou cedo. Com cinco anos, eu entrei em uma escola, escola, num numa escola de de de, particular, escola Aí, facilidade para para para para aprender, mas totalmente sem objetividade. Não tinha objetivo de de absolutamente nada. Aprendia, aprendia. Aí do, passei com cinco, com seis, com sete anos. Eu já estava no terceiro ano. E eu cabulei a aula. E a minha mãe ficou sabendo. E aqui, você vai para o grupo escolar. A gente tinha medo do grupo escolar, era muito grande, e a gente tinha medo. As professoras eram rígidas e diziam que tinha quarto escuro e porque as professoras batiam naquela época, elas batiam nos alunos. Batiam, quer dizer, no sentido de de de de castigar, não é bater bater na cara. Pegava régua, batia. E ela falou, você vai voltar para o primeiro ano. que é para você aprender a nunca mais na tua vida fazer o que você está fazendo. Minha mãe era muito disciplinadora. Nunca gritou. Mas de uma disciplina que eu desconheço. Eu não conheço ninguém com essa disciplina. Bom, está bom, mãe. E aí fui fui ficando no primeiro ano. Já sabia ler e escrever. A professora que falava, eu já já me antecipava, sabia tudo. E a coisa começou... foi contra ãh ãh...ãh eu comecei a regredir. Entendeu? E me desinteressar. Eu só faço o que me interessa. Se não me interessar, não adianta. Você pode falar o que você quiser, eu não vou. Não vou fazer. E, depois de velho, eu aprendi uma coisa que também não é bom. Só faço o que eu quero. E não faço o que eu não quero. Que é difícil. Porque tudo o que você faz, o que quer e o que não quer... Eu costumo brincar com a minha mulher. Ou é caro, ou é contra a lei, ou é pecado, ou ou ou ou machuca alguém, porque incomoda as pessoas. Quem me vê fazer coisa de criança, não admite. Tem umas senhoras que, quando me veem fazendo coisa de criança, dizem assim, esse velho, sem vergonha, devassa, não sei... Onde é que está a maldade? Elas enxergam maldade onde tem... O que eu estou fazendo agora de velho? O que eu não fiz quando era criança. Porque você sempre procura a sua infância. Não tem. Só tem trabalho. Agora eu faço. Vou para Porto Seguro agora em abril. É todo dia, uns sete dias sem problema nenhum. Eu vou para o navio, Se afundar, meu amigo, eu sei nadar, o navio não é meu, não é problema meu. A vida fica leve, leve, leve. Passa passa o dia, não percebo que passou o dia, sabe? Não tem aquele peso, doença, problema, administração, política, riqueza. Nada me importa. E eu te falei agora, sei lavar, sei passar, sei... limpar, então, rapaz, eu eu já vi que quem limpou aqui limpou muito bem, porque eu vejo tudo e sei fazer tudo. Costurar, se eu pregar o botão, acaba a roupa e o botão fica lá. A gente usava cera, fio, linha de quatro, encerada. Qual é o lado negativo? Você fica muito crítico. Entende? Você vê as coisas erradas, começa a te incomodar. Se eu vejo alguém fazer alguma coisa, eu já começo... Vai dar vai dar besteira! Vai dar besteira! Vai cair! E a vida não é assim. Você precisa perdoar as as deficiências das pessoas que... tiveram estudo ou porque não sabem. Tem muita gente boa que não sabe fazer. E eu sei. E incomoda. Se eu for fazer, incomoda.

Entrar no no no terreno dos outros incomoda. Não é bom. Esse lado, paguei caro. Ou saber me custou caro.
Eu vou voltar um pouco para as suas profissões, então. Acho que o sapateiro você ficou muito pouco tempo, engraxate.
É, engraxate meu pai não deixava, ele não tolerava. Eu fiquei, olha, não não não não fiquei seis meses. Ele não deixava. Ele ele ele não admitia, não entrava na cabeça dele. Ele não fazia isso por mal, não <laughs> Filosofia.

Tem rolando palinha de aço, já fiquei mais tempo, já eh, fiquei

Ah, fantástico! Depois de lá, eles me levaram para a lojinha. Porque também o aspecto, também agir, eu fui vítima do aspecto. Loirinho, olhos claros, rechuchudinho, bem feitinho, quer dizer eh Era um inferno, porque não condizia com com com com o ambiente. Então, elas mesmas, que eram as moças, donas da loja,

Rapaz, eu tenho pena das pessoas que paravam na porta da loja para olhar. Olha, não podia parar na porta da loja porque eu não <laughs> admitia que não comprasse alguma coisa, viu? Nas suas ordens. Pois não, é engraçadinho, sem maldade. O que a senhora deseja? Olha, chegou uma coisa aqui tão linda, a senhora quer ver? Vem, vem. Rapaz, a mulher passava e acabava levando um bule, levando coisa esmaltada, xícara, porque eu vendia mesmo. E uma das senhoras, que passava diariamente na porta e que eh cumprimentava a minha mãe, assim, de bom dia, boa tarde. Dizia, olha, quando quando o seu filho tiver quatorze anos, eu vou levá-lo para para trabalhar comigo que é

Ah, eu vou procurá-la, vou procurá-la. E quando eu fiz quatorze anos, lá fui eu, né? Direto. E me deram emprego na hora. E uma família de portugueses também excelente. Sabe, ajuda muito quando você não é vítima de preconceito e miséria. Eu já te falei, miséria é uma coisa, pobreza é outra. E preconceito, aqui no Brasil não existe preconceito de cor. Nem de raça. Aqui o preconceito é financeiro, é de dinheiro. Quem tem dinheiro é o topo da pirâmide. Quem não tem dinheiro é o restolho, é a base da pirâmide. E ninguém te respeita. Não adianta você ser inteligente. Se se você está em um em um sendo oh classificado como pobre, meu amigo, se prepara. Porque aqui se se entrar o Pelé aqui, é um deus dos acuda.

Cor não tem cor não é importante no Brasil. O que que ele tem? Se ganhar na loteria sozinho, você vira doutor na hora. Já começa a ir para para a televisão, lá no top, direto, dire E esse preconceito também machuca. Porque a gente sente na pele. Eu sei quanto me custou Superar não é o termo eh Eu me fazia de... sabe... de morto, porque eh te atinge no fundo da alma. Quando você tem um aniversário, não te convidam. Convida todo mundo uma trocinha de dez, vinte, trinta... Não te convidam.

Ele vai falar que não. E se ele for, já sabe. Ele não tem um tostão furado no bolso. Eu nunca tive um tostão no bolso. Você fica... Aí dois conversam. Você vai na festa?

Que festa? Ah, você não vai na festa? Eu não estou nem sabendo disso. Agora, sempre superei com com esforço e com trabalho. Nunca me humilhei, nunca me deixei levar por rancor. In inveja é uma palavra que não tem no meu dicionário. Não tem, não tem. Eu não conheço. No fundo do coração, a única coisa que eu tenho inveja é de vigarista. Eu não sei como é que ele consegue viver. Eu tenho uma inveja, mas como é que pode essa pessoa viver? Eu não sei viver, então essa Essa parte que você está tocando assim da infância, é traumatizante. Nós nunca tivemos, porque o espírito da minha mãe sempre foi um espírito elevado. Nunca nos deixamos abater, nunca, nunca, por nada desse mundo. Também nunca levamos desaforo para casa de ninguém, mas de ninguém. Eu vi minha mãe puxar a a a discussão sem briga e sem alterar a voz. Eu não sei discutir como ela discutia. Minha mãe não se alterava, ela simplesmente falava, não é assim e eu não aceito e o senhor não vai me fazer mudar de ideia. Porque ela era uma cozinheira espetacular. do trivial, mas espetacular. E conhecia carne como ninguém.

E ela conhecia conhecia qualquer peça que você mostrasse, ela diria de que parte era do boi. Então ela falava para mim, Vicente, vai comprar carne? Ah, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou. O homem vai dar outra carne <laughs> e a senhora vai me fazer... Não, vai lá, <laughs> compra... Porque nós nunca compramos filé mignon na nossa casa. Não, vai lá, pede ou ponta de agulha ou ou... Ela descrevia o que ela queria. Ah, rapaz, chegava lá e falava, não, não foi isso que eu pedi <laughs> Mãe, mas eu não... Não, volta lá, você tem que aprender. deu errado, você não pagou? Isso aqui está errado, essa cara é mais barata. Eu morria de vergonha, mas eu morria de vergonha. Até que eu voltava Ei, moleque, você... O balcão era alto, né, <noise> Ei, moleque... Lá ia ela, pequenininha. Vem junto comigo. Ela chegava lá. O meu filho não voltou aqui para dizer que eu mandei para o senhor estar aqui? O senhor não entende ou o senhor quer dizer que esta carne é a que eu pedi? Mas ela não tinha essa entonação que eu tenho. Ela falava no tom mais, sabe, de quem tem cultura, de quem tem segurança do que está fazendo. Uma anãzinha desse tamanho. Eu não pedi essa carne. Eu não quero essa carne. Então, não tem outra. Então, o senhor me devolve o meu dinheiro Não tem problema, não. Me devolve o meu dinheiro que eu vou comprar o que eu quero. Ela era assim em tudo na vida. Em tudo. Inacreditável. Como é que pode ter a vida uma pessoa... Minha mãe minha mãe teve o segundo ano de de de grupo. Como é que ela conseguiu chegar no no no estágio que nunca ninguém diminuía. Minha mãe era inatingível. E passa, isso passa para os filhos. Mas não passa a característica de de de de impor as coisas, não passa. Isso é uma coisa que você nasce, ou não nasce.
o senhor conviveu mais tempo com ela
Ah, com a minha mãe. Eu fui um amigão dela a vida inteira. Desde que nasci. Eh... teve uma morte linda, maravilhosa, abraçada comigo. Linda, linda. Foi a primeira morte que eu assisti. Ãh... que horas são? Ah, mãe, são oito horas, nove horas. Acho que era até um pouco menos. Porque eu sou um pouco o anjo da morte, rapaz. Que é um azar, viu? Eu sou um pouco o anjo da morte.

Aconteceu isso com a minha avó. Aconteceu isso com o meu pai. Aconteceu isso com a minha mãe. Aconteceu isso com um pai, com um tio da minha mulher. Eu sou um pouco o anjo da morte. Minha sogra, minha sogra morreu com noventa e oito anos agora ãh, no fim do ano passado.

Não vou ver a tua mãe. Porque se eu for, ela vai morrer. É, mas sabe, ela ela está achando falta, né? Ela gostaria que você fosse. Ah, rapaz, foi eu fui na madrugada para o telefone. Perdi a sua. E... essa me fugia um pouquinho do assunto que eu estava querendo te te te passar.
Você falava da sua mãe.
Mas então, a minha mãe morreu tão lindo, rapaz. Tão lindo, tão lindo, tão suave. Ela fez um soprinho assim <sighs> Acabou a vida. Eu abraçado com ela <sighs> Mas é lindo, lindo, lindo. Porque eu não choro a morte. Eu choro a saudade. Mas a morte... Ela nos criou. Por exemplo, você me vê extrovertido, não tenho medo de nada. Para mim, subo em ultra leve, faço qualquer negócio. Subo em balão, se se tiver. Porque a primeira coisa que ela nos ensinou, não tenha medo da morte. Ela não tinha e nos ensinou a todos. Não tenha medo. Morte é uma passagem. Ela não era espírita. Morte é uma passagem. Todos nós vamos passar. Não tenha medo. Viva a tua vida. Eu não tenho medo. Se o navio afundar, não é meu, não é problema meu. Não tenho medo de nada, nada. Quando eu vou para o Nordeste, é ultra leve. Eu vou todo ano para o Nordeste, todo ano. Ou de navio, ou de avião, ou excursão ãh O sul da Bahia, então, <laughs> eu já conheço aquilo melhor do que minha casa. E essa essa essa Na escola não ensina, você não vai aprender na escola isso. Ou você aprende com alguém, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser um avô, ou você não vai aprender. E é o fundamental da vida, não adianta, não adianta o que é riqueza, o que é pobreza, Ou você sabe porque aprendeu, ou então você não sabe. E é uma pena, né? Porque as pessoas morrem de medo da morte. Ai, Deus me livre. Ai, que coisa perigosa. Mas se tiver que morrer vai morrer A única certeza da vida é a morte. E é linda, né? Infelizmente, perdi minha mãe e meu pai também, mas é normal. Entrei os dois com com com um sorriso. Como eu te falei, excelente filho. Como marido, uma porcaria <laughs> Como pai, também tenho a consciência tranquila. Meus filhos não bebem, não jogam, não fumam. Também a influência da mãe (riso(, porque a mãe em casa também é diferente da mãe que trabalha. A mãe que trabalha é um pouco mais difícil, né?
Um pouco mais difícil.

É da fábrica. Da fábrica. Ih, rapaz, da fábrica <laughs> Eu adorava aquela fábrica. Adoro até hoje. A fábrica era de dois irmãos portugueses. que que enriqueceram aqui no Brasil, com muito mérito, gente gente que não tinha discriminação ãh de raça, de cor, de nada. Quem era trabalhador era respeitado, entendeu? os filhos também. Ih... Eu, na fábrica, eu me senti o dono da fábrica. No primeiro dia de fábrica, eu meti a cabeça num num num num vitrô, quebrei o vidro, porque eu era rápido. Subi aquela escada de três em três

No vidro. Já fui lá falar com o seu seu

Eu quebrei o vidro... O senhor, por favor, manda trocar. E o que for, o senhor abate do meu salário. Mas normal, normal, como nós estamos conversando. Porque é o perfil da minha mãe. É o perfil dela. fez coisa errada, vai lá, vai corrigir. E eles davam risada porque, hoje eu entendo, eu parecia um capeta. Eu <laughs> parecia um capeta e E a minha responsabilidade era limitada ao assunto do momento. Eu nunca fui uma pessoa de fazer um ato irresponsável, mas daquilo que eu acredito que é a verdade, É duro tirar da minha cabeça.

E ele não me deixava sair de office boy dele. Porque onde é que ele ia arranjar um office boy que que fazia... Ele ria o dia inteiro comigo. Ele falava... Ah, eu já sabia o que ele queria. E fazia e e E aí, se não fizesse, vai chamar fulano.

Eu vou daqui um pouco. Não, eu vou ficar aqui, porque se eu for lá, ele vai... Não, eu fico aqui. Você vai, você vem comigo. Ele está te esperando. Se não, ele vai me encher o meu saco. Eu vou ficar aqui. Eram pessoas importantes da da organização. Olha o moleque atrevido. Só pode falar o que o senhor quiser. Eu só vou para o meu escritório quando o senhor for lá para falar com ele.

Ninguém me ensinou. E lá da fábrica foi difícil sair de office boy. Porque eu sempre fui ambicioso.

Não, não, não, não.

Quanto vai ganhar o o o cara que vai lá? Eu ganhava um, o outro ia ganhar um e cinquenta. Eu pago. Um e cinquenta. Você fica aí. Um e cinquenta.

Desocupava outro... Tipo da minha mãe. Desocupava outro cargo. Ou aquele de um cinquenta e passou para dois

Não, você vai ganhar dois. E nós ficamos juntos a vida inteira assim. Passei para a sessão de vendas, depois de três anos, quatro anos de de castigo de office boy. Na sessão de vendas fui fui progredindo. Ãh... Com vinte

E aí, então, a coisa... eu eu mordia feio, porque eu queria queria sair daquele... porque é difícil, quando você sair da da do status quo e dar aquele passo, ter um pulo, o pulo do gato, Eu fui dar aos quarenta e tantos anos, não dei convite. Porque ou você leva uma vida como a minha, de nunca pedir um tostão emprestado e pagar as contas em dia, não sobra um níquel. E você não dá o pulo do gato num país de infração. E aí foi muito difícil, mas a coisa andou.

E aí, na fábrica, infelizmente, eu acabei sendo um individualista. Eu nunca fiz greve, eu nunca fiz eh, eu não não, reclamo dos meus direitos, respeito dos outros, mas reclamo os meus. Comissionista é um tipo de funcionário que que ganha o que produz e corre o risco de ganhar ou não. E fica misturado com mensalista, E fica um pouco difícil. Enquanto a fábrica vinha crescendo, ela cresceu muito, muito ãh, foi bem. Mas quando começou a entrar em crise, fica aquela... É, mas você está ganhando, sabe? Fica aquela... Não é bem uma inveja, mal-estar, fica aquele assunto desagradável que as pessoas falam, né? E você conhece as pessoas nas dificuldades. Quando está ganhando, quando tem lucro, é tudo gente boa. Começou a degringolar, começou a cair um pouquinho o nível. Aí as pessoas mostram realmente o que são. Foi foi muito Foi muito triste. Foi muito triste porque eh eu me apego às pessoas. Por mais que eu não queira, eu me apego às pessoas. E isso não é bom. Porque você só conhece a pessoa, depois que comer um saco de feijão com ela. Quem trabalha junto, Você ouve dizer, mais ou menos, você tem uma ideia, mas você não convive com a pessoa. Convive aqui, pode tomar um lanche, pode almoçar, mas só... Você não sabe os hábitos da da sua colega dentro da casa dela, o que ela sofre dentro daqui, porque todos nós temos uma pressão natural, normal, E eu não sei gostar. É outra característica também que que eu que me custa caro. Porque quando você não sabe gostar, você estraga o relacionamento. Quando eu gosto, eu absolvo, eu eu sou um polvo. Eu sou um polvo, eu engolfinho a pessoa que não deixo, não deixo ela respirar. A minha mulher, coitadinha, ela já ela já sabe quando eu abro a porta, lá vem o leão. Não é bom. Porque nem ela quer isso. Ela só vai sentir falta, quando eu morrer, é que ela vai falar.

Mas enquanto eu estiver absorvendo, ninguém gosta. Ninguém. Meus filhos, as os os amigos que eu tive assim. Porque todos os meus amigos morreram. Eu nunca tive amigo mais moço que eu. Meus amigos eram tudo... senhores, primeiro por causa da da da minha postura. Postura... Eu sou uma rocha. Dificilmente você vai me tirar de dentro o que eu não quero. É outra característica negativa da da da pessoa. Porque a gente tem que ser um pouquinho mais... compreender o problema dos outros. Não pode exigir tudo que quer, na hora que quer, como quer. E eu sou assim, o que eu vou fazer? Sofro, e as pessoas... Então, não sei gostar. Porque se eu gosto, é desse jeito. Se eu não gosto, eu não olho na cara do sujeito. Mas nem morto, pode ser quem for. Desculpe, com você não quero nada. Pronto, acabou. Morreu aí, meu primo.

Esses desvios de personalidade eu estou aprendendo agora. Tem um pouquinho mais de <laughs> abertura, que até então... Ah, rapaz! Que loucura! Você não faz ideia.
Você falou um pouco de gostar. Agora, falou já do casamento, queria tocar na sombra da sua mulher. Sim, coitadinha

O pai dela tinha uma loja de calçados na frente da casa da da onde nós morávamos, na parte dos fundos da casa. Então tinha a lojinha. Primeiro veio o tio dela, depois veio o pai, depois veio a mãe, para para porque o tio saiu, então veio a mãe dela, Eu tenho um espirito de ãh... Eu não posso ver uma pessoa com com dificuldade. Não adianta, porque eu vou lá e vou fazer. E vou fazer do meu jeito, porque eu vou fazer mesmo. E não adianta, porque eu vou fazer. Tudo bem eh A mãe dela não tinha tanta prática. E eu sempre fui organizado, loja de calçado, para deixar a caixa, se tivesse um milímetro fora, ia lá e tic, tic, fim de tarde.

E fazia a caixa. – Ah, eu faço a para a senhora. Minha mãe sempre foi uma pessoa de de hábitos... bons hábitos. Então servia um bolinho, servia um cafezinho, servia um crostoli, que eu acho que você não sabe o que é. É é uma massinha italiana ãh frita, que é um espetáculo.

Na boa, né? Até que um dia me aparece lá uma uma uma menina. Eu nunca vou esquecer que quando ela sentou assim, eu falei... Eu era crente. Eu fui criado na Congregação Cristã do Brasil. De recitar a bíblia no no púlpito. Sentou uma menina assim, como ela está sentadinha assim. Naquele tempo, mulher não cruzava a perna. Era feio. Eu falava... Estou roubado. Uma musa, né, cabelo negro. Não me escapou mais da vida <laughs> Não me escapou mais da vida. Fazia lição, encapava os cadernos, fazia os desenhos.

Ah, não me escapou mais. Até hoje ela não respira, coitada. Porque eu sou polvo. Mas é característica. Vai perguntar para ela se se <laughs> como é a vida dela, se ela O que ela quiser, ela escreve. Pão <laughs> Já está lá já. Desde o dia anterior já está lá porque ãh Eu tenho dispensa em casa, né. Macarrão. Tem vinte tipos de macarrão na minha casa. Azeite. Tem trinta litros de azeite Sufoca a pessoa. Ela não respira. E eu não sei amar sem ser assim. Minha irmã é a mesma coisa.

Eu eu eu estou até em dívida com a minha irmã, porque... eu fujo dela para não sufocá-la. Eu vou na casa da minha irmã, uma casa ótima, com todos os recursos, duas empregadas. Eu começo a lavar a louça. O que está fazendo? Não estou fazendo nada mesmo, porque na minha casa eu lavo, passo, cozinho, rego, jardim, faço tudo, tudo, tudo. Ninguém é feliz com com ao lado de quem faz tudo. Você precisa ter o seu espaço, costurar. A minha netinha já sabe, ela já vem <laughs> correndo, vô, vô, vô, me arrumo isso aqui, vô, me arrumo aquilo lá, vô, vô, vô, como é que faz isso aqui? Na rua, quando ela está com a minha mulher, eu falo, vó, não fica não fica nervosa. Dá para o vô que o vô resolve. <laughs> Já sabe, com seis, sete, vai fazer sete anos. não é bom. Não é bom, não.

Vocês que são moços, deixe deixe Porque todas as frustrações caem em cima de mim. Eu não fui fazer isso, porque você não deixou. Eu não fui fazer aquilo, você não deixou. Eu não sou motorista, porque você nunca deixou? Podia ter estudado, podia ter trabalhado, você nunca deixou. São as frustrações que que eu carrego. Só que o que eu faço fica esquecido. E eu não quero que me paguem. Mas você se sente injustiçado, entendeu? Não é bom.
Muda <laughs> Depois que o senhor conheceu a sua mulher, você conheceu ela na sapataria? Ah, nunca mais larguei.
Nem ela nunca mais Nada, nada. Era na escola, era no piano, era na na lição. Nada, nada, nada <laughs> Sábado e domingo eu ia para lá. Até então, até os quinze anos, eu ... aprendi nadar. E esquiei no Rio Tietê, lá no no no Corinthians. Também tem uma passagem linda lá, rapaz.

Desconfiava, a mãe também, mas eu considerava a namoradinha. Ela vai vir, eu vou esquiar e tal. Ela foi. Rapaz, eu saí do pontão, o pontão ficava na direção do gol, do fundo. Eu saí do pontão, o calção ficou e eu fui <laughs> Era aquele calção de malha. O calção ficou enroscado no maldito <laughs> prego e eu fui. Bom, <laughs> ainda bem que <laughs> o rio era eh eh, não era transparente, né? Se fosse o Rio Grande, eu estava perdido <laughs> e peladão lá até arrumar as coisas. Mas eu absorvia. Passei a mão na minha mulher. E do Corinthians eh existia uma uma brincadeira em casa, que minha mulher falava, de quem você gosta mais, de mim ou do Corinthians? Eu nunca respondi. É uma pergunta que eu nunca respondi. Assistiu ao Corinthians desde de Imagina você, já assistiu o jogo de de de futebol do Corinthians. A gente tinha Quando o Corinthians foi campeão, em cinquenta e um, eu fui a pé do Pacaembu até o Parque São Jorge. Atrás de um ônibus êh que estava a delegação, a gente ia a pé atrás. Mas não tinha bebida. E também não tinha essas brigas de de de gente armada. Saiam uns tapas. Coisas de futebol, um tapa, uma briga, um soco. Mas era só, nós torcíamos diferente. Misturava, não tinha não tinha separação de torcida. Você assistia o jogo lá do Palmeirense, você torcia para o Corinthians, você torcia para Palmeiras. Tudo bem, sai uma briga, tudo bem, normal de jogo. Mas ninguém, ninguém, não tinha nenhum pedaço de pau, nada, nada, nada. Faca, ladrão, ladrão no meu tempo tinha. Mas eles tinham mais medo da da população do que da polícia. Se o cara roubasse uma carteira perto de de que fosse localizada, mas linchavam ele na hora. E defendiam. Não é que fugia, não. Hoje, se estiver roubando o carro do lado, eu vou me fazer de cego. Por que como é que eu vou enfrentar um ladrãozinho sem arma, sem nada? Naquele tempo existia ladrão, roubavam, como como no mundo inteiro sempre foi assim, mas diferente, com outra outra concepção. Namorava. Nunca sufocava a minha mulher.

Aí já era uma escola sofisticada eh eh

Foi na ocasião em que minha mãe começou a dar pensão. Eu disse, não, você vai estudar. Você vai estudar. Mas, mãe, você vai estudar. Vai estudar. Pagava a a Álvares Penteado Condução para a gente era caríssimo. Tinha que ter a passe escolar, que era mais barato. Também ãh quando você frequenta um nível de de pessoas que não têm esse hábito de de de pobreza, eh aí que você sente mais na carne. Ninguém nunca me distratou. Mas você percebe, sabe, machuca, incomoda. Você tem que superar. Tinha que superar. Álvares Penteado. Me formei em contador. Logo em seguida, eu podia ter feito a faculdade de Direito, que era em frente, e era de graça. Eu teria condições de fazer. Mas nunca nunca me interessei. Aí casei. E depois de...

Mas fiz o curso direitinho, o básico, eu aprendi com facilidade, mas nunca exerci. Essa é a parte, vamos dizer, da da da de de instrução, porque trabalho sempre na mesma coisa.

Era uma pista única de vai e vem. Não era duas pistas, era uma pista única. O caminhão vai e o caminhão vem. Então, eu ia eu ia para Vitória, na Vale do Rio Doce. Demorava vinte horas para chegar lá, E vendia também nas nas estradas de ferro, né Aí viajava muito Bauru, Araraquara. Por isso que conheço os clubes de futebol, porque geralmente eram clubes das ferrovias ou das cidades. Então conheci bem. Mas sem sem nunca eh usufruir um centavo disso aí.

Foi lá que que que realmente eu ganhei minha minha vida.
Desde que você falou do Corinthians, eu queria explorar um pouquinho essa passagem, tudo bem.

O futebol na sua casa, vocês tinham essa cultura? Como é que era isso?
O futebol é assim. Meu pai também era um apaixonado pelo Corinthians. E eu me lembro que eu fui assistir um jogo do Corinthians em Palmeiras, O bonde passava no no no no meio da da rua da Avenida Água Branca ali, num gramado. Não era não não era asfaltado. Era uma grama com terra, um bonde curto. Eles não tinham um bonde grande para para para lá. Era um bonde curto, com muita curva. Eu fui na capota do bonde. Meu pai me ajeitou ali e ficou, a gente tinha pendurado, meu pai de chapéuzinho, de gravatinha, assistindo o o foi assistir o jogo do Palmeiras. E e essa paixão eh foi foi a vida inteira. Eu deixei de ver o Corinthians, Já agora, a questão dos dez anos atrás, que virou um profissionalismo eh, acabou o amor. Ficou só a bandeira, né. Então eu comecei. E brigas que não têm nada a ver, nada a ver com com amor. Não há necessidade. Eu não vejo necessidade de briga. Eu acho que o futebol é assim, tirar sarro, brincar ãh... na boa. Agora é essa briga. Você tem que andar armado para dar uma facada no outro por causa de futebol. Não tem... Para mim, eu vou. Mas já perdi aquela paixão, aquele polvo envolvendo a bandeira, já acabou.
Com o Corinthians acabou. E o jogo, você mais lembra?
O jogo em si, eu assisti aqueles vinte e três anos que o Corinthians não foi campeão, eu assisti todos os jogos. Todos os jogos. Eu ia no Pacaembu, ia no Parque São Jorge, fui cidade onde o Corinthians ia jogar e ia atrás. Apanhei também em campo de futebol e em outras cidades, porque a gente ia lá. Aquele negócio de de de distintivo é briga não acerta. Mas foi eh cada que perdia, aumentava a sensação de amor. E não, mas o ano que vem vai ganhar, o ano que vem vai ganhar, o ano que vem vai ganhar... Até o dia que ele foi campeão, que eu estava lá. Que o marcou o o o bendito gol, que eu estava lá. E é uma história, é uma história, a gente já sabia. A minha mulher, principalmente. Ah, vai jogar o Corinthians?

Ela passava a mão lá na minha bandeirinha. Campo de futebol. E também era a única diversão. No bar. Eu fui conhecer bar bem bem bem adulto, já bem bem adulto. Não tinha hábitos de de de bar ãh Dinheiro para para para gastar. O único dinheiro que gastava era pagar o ingresso e comer pizza quando acabava o jogo. Saía do Parque São Jorge, ia para a Ideal, da Ideal ia para casa.

Não vai brigar, vai se expor. Então ele e a menos, mas ele é corintiano. Ele e minha filha. Minha netinha acho que não é. <laughs> Minha netinha acho que é palmeirense. Mas eu respeito Mas é um amor que eh fez parte da minha vida.
E e é um amor que também você tinha com São Paulo, né? Essa relação, porque você andou São Paulo
São Paulo é assim. São Paulo é uma terra de ninguém. Na época que que a gente considerava São Paulo como nossa, nossa que eu digo, do do habitante. São Paulo não é de ninguém. São Paulo é, é tão grande que que nem nem caberia, nem teria espaço para ninguém ser o dono. Mas houve uma época que a gente sentia. Paulista. Você era discriminado no Brasil inteiro, <laughs> onde você ia, paulista... Ih... Já... Os caras já já já já viravam o nariz. Porque a gente tinha o orgulho de de ter aquela ascensão da da inchada, que todos os meus tios e as minhas tias eh, tudo de inchada, para a industrialização. sair daquele... O Brasil não tinha nada. Tinha café. E café. Um pouco de leite, que que que que o Malemar fazia um queijo ãh ãh em Minas. O quê que tinha o Brasil? Não tinha nada. E São Paulo começou, sabe, com aquelas indústrias e começou... É lógico que nós fazíamos parte do Brasil Não tenho dúvida. mas desabrochou, aflorou. E você sabe como é que põe a tampa numa lata de de de caranguejo? Não precisa pôr tampa. O de baixo não deixa o de cima sair, porque ele gruda e não deixa sair, e foi o que aconteceu. O pessoal paulista, discriminado, entendeu? Sempre foi. E o amor na cidade, Está dentro da gente. O amor que você tem não está...não está na... O amor está enraigado. Às vezes, nem você sabe o quanto você gosta de de uma coisa. O tempo é o que vai dizer. Ou a ausência, quando você perde. Isso é um caso famosíssimo. Até a lei prevê que, no caso de separação, tem que ficar dois anos pendente, suspenso. Por quê? Porque o cara vai vai rever aquele status quo antes que ele não dê o valor. Ou na esposa, ou no marido. Que é comum isso. Agora está agora está acabando Hoje, casamento, quando eu vou no casamento, eu falo, quanto será que vai durar esse casamento? <laughs> Será que chega a três anos? Acho que não chega.

E o amor para por São Paulo, os paulistanos que que viveram a minha época, que era época de bonde, época de crescimento, a gente tem dentro do coração. Ninguém nunca vai tirar isso, nunca. E nem a gente sabe como. O que eu admiro, por exemplo, você vê um carioca, ele esbanja. É maravilhosa mesmo, é linda. Não tem, não tem beleza igual. Agora, é diferente estar aqui. O amor é diferente também. E aqui você tem mais... ãh... profundidade, não é tão superficial. O carioca vive bem em qualquer parte do mundo. Primeiro que ele não não deixa de ser carioca. Ele vai ser carioca até morrer. E segundo, porque ele não construiu as pedras que nós fizemos aqui. São Paulo é é uma bacia. São Paulo é uma bacia. Por isso que enche e E cada prédio que você vê, cada calçamento foi feito ali, na marra. Diferente do Rio, que Pão de Açúcar ninguém fez, ô ô a a Praia de Copacabana ninguém fez, tudo que tem no Rio de Janeiro foi feito pela União, <laughs> porque eles são, sabe, eles ganharam uma loteria esportiva sozinhos. Primeiro porque era a capital da república, então o Brasil inteiro trabalhava e construía no Rio. Porque é linda, né? Olha, eu não conheço cidade tão linda quanto o Rio de Janeiro. Conheço metade do mundo, mas linda como o Rio, não conheço. E foram privilegiados, porque até hoje eles são a capital do Brasil. Vamos ficar quietos, <laughs> vamos mudar de assunto, senão vou ser preso aqui.
Então, agora vou um pouco para o seu deslocamento, porque o senhor casou, eu queria que você falasse um pouco de como que foi esse ca
Então, o casamento foi sempre assim, nós ficamos seis anos sem filhos, casados, nós éramos namorados ãh...namorados casados. Ih... a vida sempre muito... muito certinha, muito muito arrumada, muito muito ãh muito protegida. Muito... Minha mulher é filha única e eu dei continuidade e ainda exagerei na proteção dela. que foi, eu disse desde o início, eu sufoquei a minha mulher. Mas o casamento de de de hábitos, mais do que eh eh... Aquele era um carimbo. De segunda à sexta, trabalha, chega em casa, liga uma música, eu gosto muito de música, e minha mulher é de novela, limpinho, tudo arrumadinho, tudo certinho. Sábado ia no cinema, à noite, lá no, ou ou no São José, ou no Itapura, que era aqui no no centro. Às vezes, no Largo Paissandú, às vezes, uma pizza, ia para casa. Domingo, macarronada em casa. E nós vivemos anos a fim. Até nasceu o o menino, que também pouco ou nada mudou. E para nós, para minha mulher, ela ganhou uma boneca. Ela não sabia o que era a vida. Ela ganhou uma boneca. Ela se apegou totalmente né, no no menino. Um empréstimo nós não conhecíamos. Que carro você imagina que eu tenho? Eu estou bem de vida. Eu tenho um Del Rey de mil novecentos e oitenta e quatro, branco, quatro portas, que nunca bateu. Para que eu quero outro carro? <laughs> E é branco e preto ainda por cima. É uma vida um pouquinho ãh... para muitos, monótona. Mas, para nós, é uma vida cheia. Cheia de lembranças, de boas lembranças, de de de respeito, não é? Tudo na vida é respeito e Agora, para para os níveis de hoje, pelo que eu vejo as pessoas, a minha mulher não ficaria casada comigo <laughs> nem um ano se fosse hoje. Nem um ano. Embora eu tenha feito tudo, mas tudo... Quando eu falo tudo, você pensa que que é exagero. Eu sei tudo o que acontece da da da da da vida da minha mulher. Tudo. Porque me preocupo. Cabeça quente. Que não faz bem.
Não faz bem. E ser pai, como é que foi <laughs>
Bom, ser pai foi um sufoco, viu? Porque eu fiquei enciumado, né? Quando minha mulher falou, Isso... Acabou a minha mordomia. Mas não eram os ciúmes doentio, eram os ciúmes de de chegar em casa, tudo arrumadinho, a mesinha arrumadinha, os detalhes. Aí, quando eu chegava, eu tinha que esperar o nenê. Ou vai dormir, ou ou ou está com dorzinha de barriga, ou não está bom, ou... Mudou muito. Mas fui, fui. Também os meus filhos, eu também sufoquei. Também sufoquei. Fiquei, assim, naquela retaguarda ãh, em cima, assim, sabe? Sem... Não digo que fossem oito tentáculos, mas quatro estavam ali, entendeu? A gente tem tem uma ótima amizade, um um ótimo relacionamento. Está tudo, está tudo. A gente não tem, eu não tenho, eu declaro. Acho que eu nunca falei para minha mulher que eu te amo. Eu nunca falei para ela. Nunca tive um momento assim de ãh... Minha vida, meu beijo, te amo. Mas eu nem sei falar isso. Uma vez na vida, meu pai pôs pôs a mão no meu rosto. Uma vez na vida. Minha mãe também. Não era de ficar, sabe? A gente não não conhece, que eu não conheço até hoje, esse lado de ficar passando a mão na nas pessoas. Eu não tenho esse hábito. Eu tenho o hábito de de envolver, mas de declaração eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu vejo minha netinha, papai, fala para o pai dela, né, que é separado da minha filha, papai, te amo, papai. Que coisa esquisita. Falar Quem ama não precisa falar. Vai falar o quê? Não tem o que falar. Ou você sente, ou você não sente. Agora, o sujeito dá uns tapas na mulher, depois do dia seguinte, ah, porque eu te amo, porque eu te amo, eu te adoro. Aí o cara é um vagabundo de marca, não dá nada, a coitadinha precisa se virar para pagar as contas dele. Fala que ama, moça, e a boba ainda aceita <laughs> Ainda aceita. Tem que ter um mínimo de respeito à inteligência humana. Não dá. Não dá. Não sei amar. Já tinha dito para você anteriormente. Mas prefiro o meu modo do que esse existente, entendeu? de De falsidade, de E uma mulher também que que está está com marido pô Durante o dia tem dois, três amantes. Ou o próprio homem. Também é difícil entrar na cabeça. Porque porque hoje tem mais convivência das pessoas. Ela mal saiu da cama do do do do motel, está do lado do marido. Ou está numa festa, ou está num restaurante, ou está num bar, ou está em casa. A vida Tão sempre juntos. Eu não sei como é que dá tempo de um trair o outro. E eu não sou professor de de moral, não. E eu não vou dar não vou dar lição de moral para ninguém. Para ninguém. Mas está difícil de entender esse esse esse modo moderno, né? Telefone. Telefone celular é uma uma vergonha. Você não tem sossego. Você tem que pedir para desligar. Você não tem cinema, não tem teatro, não tem motel, não tem mais nada. Não tem futebol. Acabou. Ela fica, alô, onde você vai? Onde você está? Não é vida. Não é a minha. Sabe que eu vou estar em Porto Seguro, lá, dançando, <laughs> o dia inteiro, minha mulher telefona.

Eu não estou saindo escondido e não estou saindo para fazer farra. Estou saindo para me divertir. Se eu gosto de dança, eu danço. Eu não saí porque se eu tivesse que que ter uma amante, eu teria aqui em São Paulo. Protegido, eu saberia quem é, os meus tentáculos, <laughs> eu saberia tudo. Eu não vou lá para para fazer coisa errada, eu vou lá para me divertir.

Acho que é o que você chamou do pulo do gato. É... É, tive. E em algum momento você conseguiu passar a viajar até a sua infância. É.
Eu não sei, eu não entendi qual foi o ângulo principal. O pulo do gato que eu disse é quando você transforma a sua vida. A nossa vida, infelizmente, principalmente aqui em São Paulo, foi de uma transformação permanente. Não deu para fixar cultura, não deu para, quer dizer, cultura familiar. Não deu para fixar nada disso, porque as pessoas iam crescendo, iam mudando. Você vê a cidade, não tem mais prédios históricos, não tem mais nada aqui. Vai passando trator, vai construindo prédio, acaba com aquele pedaço de vida. Então, o que mudou na minha vida? Eu não tinha um tostão furado <laughs> Não é nada. De repente, me via abastado, com uma reserva grande, com perspectivas boas, sem adaptação, porque o dinheiro não me faz ãh ãh... Eu não gosto de ser medido pelo dinheiro. Eu gosto de ser respeitado pelo que eu sei e pelo que eu sou. Se a pessoa acha que eu não presto, boa sorte, felicidade. É isso mesmo, não presto mesmo. Fica longe que não presto mesmo. Sou respeitado? Sou querido? Vamos aqui, vamos no Brama, vamos assistir isso aqui, vamos viajar, vamos para cá. Isso é demonstrar, isso é viver. E essa transformação ãh, o brasileiro, de uma forma geral, por ser um país tão grande e tão lindo, tão maravilhoso eh, acabou não tendo Reserva de cultura, tradição de cultura. Você pega um caboclo que nasceu lá no Mato Grosso, ele tem cultura, ele tem raízes, ele tem história, ele tem posicionamento, ele tem posição, ele é... Aqui você não é nada. A única coisa que eu sou, corintiano, E gosto de bar. Não tem outra coisa. Eu não tenho outra tradição. Tradição de bairro.

Agora está melhorando um pouco. Mas não dava, porque... Você atinge um certo estágio, e você, a sociedade obriga você mudar os hábitos. A sociedade exige que você se porte como... Novo rico é a coisa mais horripilante, mais irritante, é o novo rico. É o sujeito que chega, ganhou dinheiro e pensa que é o dono do mundo, pensa que é mais do que você, pensa que é mais do que ela, passa por cima de de de de tudo, de todos, compra tudo, não tem parâmetro, anda com o carro a duzentos quilômetros por hora, mata dois e e acha que o cara não devia estar lá. Não não foi ele que matou, o cara que estava no lugar errado. E a vida não é isso. Quer dizer, como é que você pode formar um povo Com essa mentalidade. Como é que você pode cobrar de um político um posicionamento? E a gente sabe. Se eu falar de política aqui, <laughs> já saio preso daqui. Porque você sabe quem quem são os ladrões, como agem, qual é o processo, qual é a escala. A gente sabe tudo. Só que faz que não sabe. Tem falsidade maior do que essa? E você chegando lá de votar, você fala, está bom, eu não vou votar para esse, vou votar para aquele. É igual. Olha o que aconteceu com o pê tê. é é o o partido mais da direita que eu conheço hoje. O meu pai era era comunista de pichar, de pichar muro. E eu votava sempre acompanhando o meu pai. Sempre com os trabalhadores eh, o próprio partido e tentando. Eu tenho uma situação econômica ótima, mas eu não não não me deixo envolver porque eu eu eu me comporto como se não tivesse. Porque quem não tem, tem o mesmo direito que eu. Não é luxo, mas é o mínimo. Como é que eu vou me justificar? Eu lembro da minha família todo dia. Eu tenho muitas reservas da família. Está tudo na minha casa, está tudo É fotografia eh relógio eh roupa eh tudo. Tudo à vista. Como é que eu vou conversar com o meu pai? Pai, olha o que virou o pê tê Olha o antro que virou esse partido.

Porque eles estão de olho no dinheiro, eles não estão de olho na na na na no Estado. Você acha que a vida está boa para um trabalhador coitado que que que levanta às quatro horas da manhã para ganhar seiscentos reais? seiscentos reais no bolso e vê o que você faz. Ele tem que comer, beber e pagar. E você vai pagar luz? Você está pagando quase que que que Um terço é é é imposto. que o pobre paga? Porque a indústria vai se virar, vai arranjar outra fonte alternativa, ou tem incentivos. Quem que paga? O povo. Trabalhador. O sujeito ganha dez mil reais, <laughs> um terço é para o governo. Quer dizer, castigar quem é honesto. Aí eu saio sem sem trabalhar eh... bolsa-família, cesta básica eh, albergue, para para, não pode ficar na rua. Meu amigo, o senhor está castigando quem trabalha. Quem não trabalha é que u

Tudo bem, faça o seguinte, o senhor vai trabalhar e nós vamos pagar o salário seu. O salário é é sacramentado. Mas vai trabalhar, vai limpar a rua, vai barrer a rua. Eu vou lhe dar uma cesta básica, eu vou lhe dar o que eu... Uma cesta básica. É modo de dizer, vou lhe dar ajuda, mas o senhor tem que trabalhar.

Meu menino é estudioso, é sério, é... honesto até. Eu nem sei como é que uma pessoa pode viver hoje com aquela mentalidade que ele tem. Ele é de Recursos Humanos, ele fez curso de psicologia e tem uma índole fantástica.

Minha filha é pedagoga da Prefeitura, também administra escola e trabalha também como Sobrou a minha netinha, que fica muito com a minha mulher, porque a minha mulher é uma excepcional mãe, excepcional mãe, e uma excepcional avó, porque ela cuida, ela que cuida, né? Sopinha na hora certa, arrumadinha, limpinha. Então, a gente adquire aqueles hábitos simples. A vida é tão simples, eu não sei por que complicar tanto a vida <laughs> E os nossos hábitos são simples, entende? ãh... Eles estão bem independentes. Minha filha puxa mais o meu gênio. Ela já deu um bico em dois maridos e já deve estar arranjando um terceiro porque ela está penteando muito o cabelo. Meu filho não deu certo o casamento também com ele, o primeiro, mas aí não houve... Sabe, meu filho nem eh queria mexer no casamento, mas a esposa achou por bem separar. A separação sempre traz junto um trauma para as crianças. Eu não sofro pelos pelos casais. Eu sofro pelas crianças. Porque a a criança sempre fica com aquela insegurança, né, do lar desfeito, né É uma pena. É uma pena. Eu sinto eu tenho três netos. Na realidade, convivo com uma só. Os outros dois eh foram eh tirados da nossa vida. A mãe achou, por bem, não sei não sei de onde ela foi tirar essa essa filosofia de que nós não servíamos para as crianças. Também eu não posso impor a minha presença perante os netos para não aumentar ainda mais o trauma, porque iria sair uma briga daquelas, né Eu não entro numa briga para perder. E se eu entrar na briga, eu não vou perder. Eu vou usar de tudo que você possa imaginar, que eu não sei fazer, eu vou fazer em dobro, porque eu não sei perder. É outra... Eu tenho um mundo de coisa ruim, <laughs> e em uma delas eu não sei perder. Então eu não entro. Porque é o que está acontecendo. É uma pena. Meus netos são lindos, maravilhosos, mas... Estão afastados, né? A mãe puxou eles para fora. E se eu for lutar, eu vou mostrar aquele outro lado que eu não quero. Entendeu? Porque as crianças também não merecem. Se eu tivesse morrido, eles não teriam avô. Então faz de conta que eu morri. É uma pena, hein?

A a netinha que vive conosco é um poço de de de alegria, de de de exuberância. Os meus filhos já são mais quietinhos, mais ousados. Eu também, eu desconheço as crianças.

Fica um trauma. Eu supero, uhum. Velho, velho suporta qualquer coisa, mas sofro pelas crianças. Mas você como avô se realizou um pouco. Eu com a neta, pô, não tem coisa mais engraçada do que eu comi a neta. Não tem coisa mais engraçada. Ela tira o sarro, eu tiro o sarro. Ela é dona das verdades dela. Ela é palmeirense, imagine você. Sabendo que a mãe, a avó, o avô, tudo corintiano, ela é palmeirense. Porque eu não imponho, eu não imponho e... Mas é é uma maravilha. Nós tomamos banho ali. Eu tenho um chuveirão em casa. Eu moro no vigésimo segundo andar <laughs> Tem um chuveirão desse tamanho. Nós dois ficamos lá Aquilo é uma farra só, é uma farra só e Ela ela ela se sente... Porque não tem crítica maior do que criança. Crianças são os maiores críticos. da humanidade são as crianças. E eu sinto que ela ela ela está estruturada, né, se dá O pai dela é um excepcional pai. Ele ele ele não vive com a minha filha, mas é um excepcional pai. Ele vai vê-la toda noite. Toda noite ele está junto com a filha, o que dá uma estrutura, uma segurança total para a menina <laughs> eu, eu Eu estou sempre no lucro. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho. Você começa a simplificar, simplificar, simplificar, e está contente? A troca do quê? Que eu vou mudar o meu esquema.
E outra coisa, o senhor sendo tão agitado, como é que foi quando o senhor se aposentou?
Também foi... é um trauma <laughs> Eu sei como... eu sei quanto me custa a aposentadoria, viu? Lavo, passo, cozinho... eu sei... você não faz ideia. Minha mulher ela também, tem outro, ela aceita. Coitada, é obrigado a aceitar o que eu faço, entende? A empregada, quando chega em casa, já está tudo lavado, tudo passado, tudo guardado, não estou estou nem aí. Ela vai lá para para para fazer o grosso. Por quê? Porque ãh... não aprendi. Eu gostaria de tocar violão, gostaria de tocar ãh piano. Minha mulher tocava piano. E o tempo? Nunca nunca nunca aprendi. Nem bumbo eu sei tocar.
O senhor falou, no meio da entrevista, de viagens, de conhecer muitos lugares. Vou, muitos.
Viajo muito, eu viajo Todo ano nós íamos, eu com a minha mulher, depois de aposentado, nós íamos. Uma viagem para o Nordeste, o Nordeste espetacular, é aquele que você desce em Salvador, e com o ônibus você vai até ãh Fortaleza, com uma empresa turística, você vai até Fortaleza conhecer, aquilo é lindo. Bahia eu vou duas vezes por ano, uma vez de navio, outra vez de Porto Seguro, que eu vou sempre, estou indo agora ãh... Sul, conheço aquelas serras gaúchas todas, tudo, toda, tudo aquilo tudo lá. Gosto de pescar, até tenho pescado pouco, mas gosto. Falta companhia. E velho. Eu falei para você em off, esposa de amigo meu tem ódio de mim. Porque eu chego lá, vamos pescar? Vão beber? Vão no bar? Vão aqui? Vamos na boate, vamos? E elas não me compreendem. Eu faço naturalmente, minha mulher sabe. Ela me arruma a mala. Minha mulher está arrumando minha mala para entrar no navio. Ela foi pegar um colarzinho do corinthians, separou as camisetas. Eu não vou no navio para para conquistar ninguém. Eu vou no navio para me divertir. Onde é que está a maldade disso? Agora, se você planta cana, você vai colher cana. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Eu plantei ãh segurança toda a minha vida. Nós nunca tivemos alto e baixo. Nós tivemos sempre uma faixa segura. Isso influi, porque você transmite

Não sei o que ele vai fazer, mas ou ele está trabalhando ou está se divertindo. Eu me divirto, baile. Baile de cerveja, festa de de de Blumenau ãh... Todo ano eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Daquele pessoal, no tempo em que era festa. Agora virou um pouquinho... Está muito sem graça. Pouca gente ãh Pouca gente alegre. Festa precisa de de de gente alegre. E alegria é uma coisa também que você não compra. Ou nasce na festa ou não tem. Não adianta você impor. Não adianta.

Tem gente que vai... Não, porque eu vou num clube famoso. Não adianta, se Alegria nasce. E ela está dentro de você também. Você tem que pôr para fora. Tem que achar espaço. Tem pessoas que não sabem brincar. Tem outras que confundem brincadeira. Às vezes, acontece. Eu vou brincar com uma moça. Geralmente, eu falo para as moças. Tua mãe está na festa? Não, minha mãe está com meu pai. Se a tua avó dança, tudo bem <laughs> não tem problema. Eu não vim aqui para para conquistar, eu vim aqui para dançar. Pode, às vezes, mistura. Às vezes, você entra numa numa brincadeira. Eu sou muito expansivo. Tem cada tem cada caso que é uma catástrofe, porque a pessoa confunde, mistura, mistura alegria, sinceridade com interesse com E às vezes, também, coitadinhas, são tão dependentes de de de um Estado que elas não são nem culpadas. Estou acostumado, o homem chega perto, é cantada de um, cantada de outro, cantada daquele que você não espera que cante. Aí você põe uma barreira, né? Eu estou acostumado com as barreiras. Quando confunde, eu caio do cavalo, viu, ai... Eu vou para o fundo do poço, porque eu não entro na brincadeira pensando em... E nada, eu entrei na pura brincadeira. O rapaz, que eu não conheço, ontem, ele ligou para casa e falou assim, você vem buscar passagem?

Ele falou, olha, ãh, como é que é a coisa? Quem é que vai ficar comigo? Ah, vai ficar com o senhor o amigo da sua filha e tal, está tudo certinho, tudo arrumado e tal. Eu falei, então está bom. Ele falou, eu também vou na festa. Eu falei ah, você vai me conhecer logo, porque eu sou velho, manco, surdo e cego. Então você logo vai me ver na na na frente. Ele falou, vai ser bom, tá? Porque eu também vou levar minha mãe. Eu falei, então você falou para tua mãe que se ela dançar com todo o respeito do mundo, já arranjou um parceiro. Por que vamos brincar... Ah... vamos num navio fazer o que, rapaz? Você encontra uma pessoa ou outro despreparado, ou que está com a cabeça ruim, ou que está lá forçado, ou porque aquilo não é espírito da coisa. Acaba teu passeio. Agora, sou alegre <laughs>
Sou alegre. E o senhor, nessas realizações todas, tem algum sonho assim por realizar?
Rapaz. O último sonho que eu tinha, ele veio mês passado. Eu estava preocupado, porque o meu filho estava no sul e ele ficou quatro anos lá na General Bots, lá no sul. E ele veio. Você viu os dias de de... Para ir para São Caetano, você tem que passar no meio de uma favela, não tem jeito. Qualquer entrada de São Caetano é favela, de São Paulo para lá. E enchente. E ele vai sempre fora de hora, porque ele trabalha cedo, vai de madrugada e sai à noite. Eu falei, filho, não vai dar certo. Morar em São Paulo não vai dar certo. Aí nós compramos um apartamento em São Caetano e acabamos de pagar o mês passado. Ele está instalado, tá, vai a pé. Esse era o sonho que estava, sabe? Ele estava lá, eu estava de cabeça quenta. Não vai dar certo, não vai dar certo. E quando você fala que não vai dar certo, é um problema. Não tenho, rapaz, não tenho. Honestamente, não tenho assim... Nada, nada. Eu tenho entusiasmo, mas uma coisa que eu desejo mesmo, nada. Talvez, né, o Corinthians ser campeão, <laughs> mas não vai ser.

Pelo que eu assisti, pelo que eu vejo, pelo que eu sei. O Whindersson montou o time, montou a seleção brasileira e não ganhou nada <laughs> Vamos ver, vamos ver para onde vai.
E como foi contar a sua história de vida aqui?
Rapaz, você sabe que me... parece que eu teria um peso do ombro. Sabe a recordação, assim, da dos momentos, das coisas... porque a gente não vem preparado para nada. Eu até pensei que o ângulo da entrevista fosse pela cidade de São Paulo e não a vida pessoal. Eu até vinha preparado. Eu vou falar para aquela menina. Para ela, durante a entrevista, se eu começar a falar muito da minha vida, ela que corte, porque eles querem saber a história da cidade, como era a cidade, que eu vivi, que eu vi a cidade se transformar. E estou me sentindo tão aliviado, tão... parece que ficou registrada uma coisa que eu queria. Porque, às vezes, eu escrevo. Tem muitas coisas escritas assim, perdidas, folhas esparsas. Eu fui registrando passagem, passagem da minha mãe, passagem da minha vida ãh Eu eu não tenho queixa da vida, não tenho queixa. Mas ficam algumas mágoas, algumas feridas e E aqui não me custou nada. Nada, nada, nada. Foi aliviando, aliviando, aliviando, aliviando. Só o fato de saber que tem alguma alguma coisa registrada, parece que, sabe, parece um epitáfio. Parece que você está tirando do do do peso. Eu não tenho peso. Que peso que eu tenho? Trabalho de um gênio irascível que nem eu, nem eu mesmo não me suporto, porque não compreendo as coisas. Foi uma entrega, sabe? Foi Voltei a a a passar e Infelizmente, não tem aquela aquela felicidade da infância, aquela felicidade da... porque eu não tive mesmo. Não adianta querer enganar que eu que eu tive uma infância maravilhosa. não é nem sofrida, uma uma infância ãh programada para a luta. Por isso que eu falei que eu não sei perder, porque realmente foi assim, ou ganha, ou ganha.

Era água da torneira, se se quisesse. Nunca. Eu não sei o que é. Eu nem aceitaria que me desse uma coisa. Por que você está me dando isso? Eu não aceitaria. Eu não saberia aceitar. Eu iria estranhar. Toda vez que eu ganho um presente inesperado, geralmente vem ou dos filhos ou da minha irmã, eu fico assustado. Eu falo, mas não estou acostumado. Papai Noel não existe. O Papai Noel pulava a minha casa, sabe? Eu falava, poxa, mas eu fiz tudo direitinho, fiz tudo direitinho para minha mãe, para o meu pai, meus irmãos, não posso fazer mais. E o Papai Noel passava no no duzentos e oitenta No duzentos e noventa. Duzentos e O que minha mãe não sabia explicar, ela postergava. O que eu posso fazer? Porque criança criança não não sabe das coisas. Por que que não deixou? Não é que ficou bronca, mas eu não acredito em <laughs> Papai Noel. Eu não acredito. E essas e essas marcas, essas feridas, feridas que eu chamo, são marcas. Você leva para o túmulo. Não adianta. Não tem psicólogo <laughs> que vá corrigir e que vá fazer com que eu acredite. Eu acho que a humanidade é falsa. Eu acho que a humanidade é feia. Eu acho que a luta da sobrevivência, inclusive, está no código que em estado de sobrevivência você pode até matar quem está do seu lado. Essa é a verdade. É o que eu acredito. Pai Noel, não. Talvez por isso eu não tenha esse essa ilusão, esse desejo de ter alguma coisa. Eu não preciso de nada. Eu, para mim, você me dá uma cervejinha com pastel, você fica com o resto do mundo para você que eu acho lindo para você. Para mim, não serve. Eu estou contente com o que eu tenho, que é a base e e e a morte. Se eu for encontrar minha mãe quando morrer, eu já me mato já. E se eu não for encontrar, truco, também não vale nada a vida. Então para que eu vou me preocupar? Para que eu vou ter medo do quê? Porque é tão linda, a vida a vida é linda. A gente estraga, mas a vida é linda. A vida é maravilhosa.
Tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor e que você tinha vontade de falar?

Um copo d'água na marra aqui <laughs> O resto foi formidável. Você está ligado. Na... vocês entendem da profissão de vocês. Sabem, ouvir também é uma coisa difícil. Saber ouvir é uma dádiva. Não é qualquer pessoa, não. Vocês estão bem encaixados, <laughs> estão bem arrumadinhos, está ótimo.

Obrigado por tudo. A gente que agradece. Desculpe, que isso, <laughs> ou emoção, o entusiasmo, porque se dependesse de mim, eu começava já... Hoje engraxando o sapato <laughs> Já começava a vida feliz <laughs> com qualquer coisa. Boa sorte.